Nascido no treze do doze de

E qual era ou é a atividade profissional dos seus pais? Ah, meu pai, pedreiro, né?
Rio de Janeiro, obra, aí acostumou como pedreiro, aí chegou a mestre de obra. Eu, quando menor nas horas vagas, trabalhava com ele também, né? Sempre levando a gente. Eee teve uma passagem muito triste com o senhor meu pai. Eu tinha mais ou menos dezenove já, dezenove para vinte ano. Ele levou a gente para trabalhar nesse dia da manhã, que eu não lembro assim mais ou menos a a data. Uhum. Nem o dia. Estava trabalhando em Madureira. Eee à tarde, nós tínhamos uma um costume né que é um mal costume de pular a estação para não pagar a passagem né. Então, essa tarde foi a mais triste do mundo. Encerramos a atividade de trabalho. Vamos embora vamos embora. Meu pai falou assim para mim. Ooo. Filho, vocês pode indo, que eu vou mais tarde. E eu falei, não, pai, vamos agora com a gente, vai a turma, toda a equipe. Tinha mais ou menos uns quinze né, uns quinze rapazes. Não, não, vai, que daqui a pouco. Ô, pai, o senhor não vai ver as abobrinhas, que ele tinha um costumezinho também danado, né? Ele antes para entrar no buraco da estação ali para poder pular, a plataforma, ele ficava olhando para a passarela lá em cima, as meninas que iam subindo, né? Ele dizia que ia olhar as abobrinhas primeiro. Agora eu vou embora. <laughs> Só que, nesse dia, ele ficou para trás. E nós pulamos, né? Uhum. E a passagem custava dez centavinhos só. Nós pulamos e fomos embora. Aí, fui para a minha casa. Ele era separado da gente. Meu pai era separado. Eee, quando foi assim, mais ou menos, lá para as dezenove e trinta, mais ou menos, chegou um amigo meu, chamado Silvando, e me chamou. Ô Nenzinho, que lá no Rio eles me chamam, os amigos de infância, lá eu sou chamado de Nenzinho né. Nenzinho, eu tenho uma uma notícia triste para você, rapaz. Eu falei, que que é, agora?

Olha, eu não tenho certeza não, mas eu acho que o teu pai faleceu. Como faleceu? Lá na estação de Madureira. Sabe aqueles buracos que vocês passam passando carona? Ele foi colhido pelo um trem pelo um trem ali.

Porque eu acho que eu vim atrás, e eu vi sim caído, um corpo lá e teve aquele, né? Aí o que eu fiz? Eu não comuniquei a minha mãe. Eu fui correndo, fui procurar meu irmão mais velho.

Acho que o nosso pai, eu acho que ele foi embora. Como foi embora? Ah, o trem pegou ele em Madureira. Está louco? É.

O Vando acaba de me dizer que, geralmente, vem no trem que ele vem. Você não estava com ele, não. Ele ficou para trás. Ele pediu que a gente viesse embora, que ele ia ficar mais um pouquinho. Vamos lá. Aí, pegamos um trem de volta, fomos para a estação, pegamos um trem, fomos até Madureira, fomos até a agência né, colher notícias e, realmente. O trem elétrico colheu um senhor aqui, sim, eu estou com os documento dele aqui. Os senhores é o que dele? Disse, filho, eu sou o caçula, esse é o o irmão mais velho. Como é o nome dele?

Agora, vocês querem saber mais, vocês têm o Instituto Médico Legal, lá na Mem de Sá no centro da cidade do Rio. Aí nós fomos para lá, né? E realmente foi triste, era ele mesmo, né? E isso aí ficou... porque ele já não morava com a gente, deixou a gente quando a gente era mais rapazinho, né? E foi uma notícia triste. E o pior de tudo, antes de voltar ao retorno, como é que eu ia dar essa notícia à minha mãe? Ficou aquele jogo de empurrar, não, fala você, fala você, digo, eu não vou falar nada, não. Não, fala você, rapaz. Aí, mãe, tem uma notícia triste. O que que é? O pai morreu.

Trem colheu ele lá em Madureira, na estação. Aí foi aquela tristeza, né? Chororô para lá, independente de de separação ou não né minha mãe amava ele. Gostava de qualquer jeito dele. Gostava dele mesmo, né? Isso aí deixou a gente muito triste, que ele faz uma falta até hoje. Que ele mesmo fora, ele era o braço direito. A gente podia contar com ele mesmo. Na hora que o negócio ficava triste em casa, vamos ligar para ele. Pai, estamos indo aí que acabou o meu gás né. Pai, cortaram a minha luz. Ele era um salva pátria mesmo né. Então, nos deixou, mas... Sabe, o pai da gente ele não morre, ele fica na lembrança, fica no coração. O filme está sempre na mente da gente.
Nessa época, vocês moravam já em Nova Iguaçu?
Em Nova Iguaçu. E ele morava em Olinda, ali em Nilópolis. É umas quatro estações abaixo da da nossa lá, onde a gente morava.
E a sua mãe, na época, trabalhava com o quê?
Trabalhava lavando roupa, ela lavadeira né, lavava roupa para o pessoal lá da rua, algumas pessoas que pagavam ela, e para os meus primos, sobrinhos dela. Eles pagavam ela, né? Eee. E aquela coisa, lavava, passava, e eu e meu irmão, a gente ia entregar. Tinha aquele negócio de entregar roupa, lembro que fazia aquela né dobradinha bonitinha. O meu irmão levava um cabide de um lado, os cabides de outro... Com aquela roupa aí, ele tinha que entregar roupas. E eles pagavam ela direitinho, não não tinha... Nunca teve problema com eles, não.
Que idade você tinha quando ajudava sua mãe com as roupas? Ah.
Eu tinha uns quinze. Então, a gente ajudava mesmo, a gente ajudava mesmo. Não tinha esse negócio, não. ajudava. A gente aprendeu em casa as coisas muito cedo. Com o pai, em casa mesmo, né? Uhum. A gente aprendeu a lavar, passar, cozinhar. A minha mãe botou a gente na beira do fogão. E não era fogãozinho de gás, não. Era fogão de lenha. Era fogão de lenha, que na época, garoto, Nós tínhamos que sair.

Então, tinha aquela coisa de ver aquele montão de lenha, aquela coisa né. Era legal também um a infância, sabe que a infância tem uma umas proezazinhas meia. E, quando a gente não achava lenha, a gente ia pegar as coisas dos outros. Entrava no quintal, pegava abóbora, porque a maioria lá era sítio, né? A maioria era sítio. Então a gente pegava abóbora, melancia eh, mandioca. Aí, quando a gente chegava em casa com aquilo... Minha mãe, da onde é isso? Ah, não, mãe, é que a gente pegou no mato. A gente apanhava. Apanhava e tinha que levar de volta aquilo para lá Tinha que dar para alguém. Não ia devolver lá da onde a gente pegou, porque era um negócio chato, né? Mas assim ó. Aquilo não podia entrar em casa, não. Não podia ficar. Tinha que se virar de sumir aqui. Eu não quero nada dos outro aqui. Vocês foram e aprenderam assim. O dia que você chegar com um prego dos outros, um lápis, um caderno, alguma coisa, o negócio é feio. E a gente apanhava muito. Quer ver uma passagenzinha comigo?

Mora no Rio hoje também, ele mora em Nilópolis, né?

É, esse meu irmão. Nós tínhamos um um mal costume, que era até um vício, já, comer farinha com açúcar. Farinha de mandioca, né? A gente vinha da escola, Aí preparava farinha, aquela farinha grossa. Aí a gente misturava ela com açúcar e ficava comendo. Botava leite, fazia aquela... aquela papa, aquela né aquela mistura. E ficava comendo, comendo, comendo aquilo que era uma maravilha. Mas aquilo foi anos, e anos né. Até que um dia o meu pai chegou, um pouco antes do horário, né? E pegou a gente lá mexendo nas coisas, muito bonito, né? Ele, quando estava nervoso, dizia assim, ó, Capadócio, muito bonito, Capadócio. Sua mãe cansa de reclamação, vocês estão aí comendo açúcar, farinha, vocês podem ficar doentes, não sei o quê, aquela coisa toda. Não, pai, não sei o quê. Bom, depois a gente vai conversar. Ele ia tomar banho, olha, ele tomou banho, trocou a roupa, Tomou a bebidinha dele, que ele gostava. Quando ele chegava do trabalho, ele gostava de tomar uma uma pingazinha com groselha. Lá no Rio, a gente chama de traçado. Mistura aqui, chama de bombeirinho, né? Aí ele tomava aquela pingazinha dele e tomou. Depois ele falou assim, ô, seu Neyzinho. Fala, pai. Você vai lá e me busca a boneca. A boneca era uma palmatória desse tamanho, cheia de furo, né? pai, não, vai lá e me pega a boneca. Aí eu, a boneca, senta aí. Eu levei três bolos nessa mão pancada, nessa aqui. E meu irmão levou seis. E, ó, sem chamar atenção de vizinhos né. E castigo, nada de praia, nada de sair, final de semana, nem comigo tá. Final de semana para a gente era gostoso também, praia, era ali pertinho. E ali a gente foi... pegando aquelas boas condutas do pai, que quer o bem da gente, e aquilo ali foi, se. Meu pai sempre gostou das coisas no mínimo detalhes. Tem outra coisa também. Meu pai criou muito passarinho né. Nós tínhamos uma média, mais ou menos, de trinta e duas gaiolas de passarinho, fora o viveiro, no quintal né, porque o quintal era grande. Nós tinha passarinho, tartaruga, cachorro, gato. E esses animais tinha que ser tratado com carinho tá. Ele tinha que ser limpo de manhã, antes da escola, colocado lá fora, uns ganchos, uns pregos na parede né, e, à tarde, recolher, limpar de novo, para poder guardar os pássaros. Era gaiola no quarto, era gaiola na cozinha, que não podia dormir lá fora, senão os gatos pegavam os pássaro né. E, assim, o o teto da casa era cheio de de de pássaros mesmo, engaiolados, e os passarinho era acostumados com ele. Quando ele chegava, os bichos começavam a cantarolar né. Um cantando dali, outro canta daqui. Era uma coisa incrível, porque o bicho é acostumado né e. Eee tem uma outra passagem também.

Estava ventando muito num numa época, né? Ventando o mês de agosto, aquela ventania toda.

E a gaiola pode cair. Tá?

Ah, não vou agora não. E estava soltando pipa. Tinha uma mania de soltar pipa, né? Eu digo, vamos lá me ajudar, rapaz, a gaiola está ventando lá, pode cair um passarinho daquele lá e dar problema para nós. Que eu não vou nada, não. Falei, ó mãe, ele disse que não vai vir, não. Ah, não vai, não? Tudo bem. Retornamos a gaiola. Uma gaiola caiu com um canário. Canarinho já tinha uma asa quebrada né. Já tinha uma asinha quebrada o canário, que ele gostava mais desse canário. Tinha um nome até que ele botou no canário, de Caboclo. Ele chegava, ele brincava, ele soltava ele. Ele soltava o canarinho assim, ele comia umas terrinhas, depois voltava para a gaiola de novo. Eee esse canário morreu. Caiu a gaiola, caiu a xícara, né? a panelinha dele de comida em cima da cabeça dele, que era usada uma xícaras, dessa que a gente toma café, né? Que ela é um pouco pesada, por causa da louça pesada. Aí minha mãe foi lá correndo, chamou meu irmão, ó, a gaiola caiu lá, acho que o passarinho morreu, né? Veio meu irmão correndo, largou a pipa para lá e veio. E foi lá, pegou o passarinho, botou na gaiola e ele limpou a gaiola. Guardou todos os pássaro. Isso aí era mais ou menos umas três horas da tarde. Isso era umas três horas da tarde. E guardou lá. Aí ele falou assim, ó mãe, a senhora não vai me entregar não, né? Aí minha mãe ficou assim, é. Que que eu vou fazer? Teu pai, você sabe como é que é. Se eu começar a mentir isso aí, vai dar confusão. Quando ele chegar, você tem que falar. Se você não falar, eu vou falar, porque senão apanha todo mundo tá. Aí vai passando a hora, quando é sete e vinte mais ou menos, a hora que meu pai chegava, dezenove e vinte, dezenove e trinta, ele chegou. Primeiro a coisa dele, boa noite, boa noite, subia numa cadeira ou num banco, lá em casa não tinha cadeira, tinha aqueles banco comprido, porque a mesa era grande. Então, tinha aqueles bancos assim de ponta a ponta, né? Ele arrastava aquele banco, subia, ele ficava assim na gaiola, gaiola por gaiola, examinando, para ver se foi limpa eh. Para ver se foi limpa, de uma a uma, olha que paciência. Ele olhava, olhava, olhava, e nesse dia, invés de chegar, tomar o banhozinho dele, tomar o aperitivo, né, para a gente bater um papo, não, ele foi direto nos passarinho. Foi isso que complicou tudo. Ele olhou, aí falei, cadê o Caboclo? Aí olhava para cima, para a gaiola, gaiola vazia. Ele subiu, tirou o Caboclo caidinho lá no chão, o passarinho lá no chão da gaiola. Aí ele chamou a minha mãe. Ô Zizi, que era o apelido dela, o vulgo dela, é chamado de Zizi, né? Ô Zizi, que que aconteceu com o meu Caboclo aqui, meu passarinho?

Tem sim, mas você tem que fiscalizar. Aí o bicho está morto. Será que não comeu? Não, foi posto comida. Ele pegou o passarinho, ele ficou soprando. A pena do passarinho aí atrás, tinha uma feridazinha, né? Hum, para que aquilo? Esse passarinho levou tomas. A gaiola caiu. Ele começou a examinar a gaiola. Quem tirou o passarinho hoje?

Ah, foi seu Neca, apelido dele era Neca, né? Foi o Neca que tirou? Aqui ventou, Zizi? Ah, ventou sim. E tirou a gaiola quando começou a ventar? Ah não, é que eu chamei ele. Ele estava soltando pipa, não sei o quê. Acho, quando ele veio, acho que foi na hora que a gaiola já tinha caído. Ah. Muito bem. Vai lá me chamar ele lá fora. Ele estava...tinha uma senhora amiga nossa, a Célia, dava aula para ele né. Ele estava estudando lá.

Corri lá, bati. Ô, Célia, Ô Célia. Que que é, Neyzinho? Avisa o Neca aí, que pai quer falar com ele. Hum. Ah, não vou não. Ele era todo estouradinho né. Não, não vou não. Rapaz, é melhor você ir. É melhor você ir. Porque o meu velho não está nada, nada contente com você, não, tá? Ele largou os caderno lá e veio. Ô, Capadócio, me conta, que que aconteceu com o passarinho? Ah, pai, estava ventando, quando eu fui tirar, caiu. Ah, quando você foi tirar, não. Você foi tirar quando a gaula já estava no chão. Você estava soltando pipa.

Aí meu pai agrediu ele mesmo. Meu pai agrediu a ponto de de meter o canivete nele. Meu pai tinha um canivete, mas meteu o canivete nele.

Ele deu uma canivetada no meu irmão.

Eu apanhei, tá? Eu apanhei, tá? Ele apanhou muito. E se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Você sabia que quase que ele me castrou por causa disso? Eu fui um pouquinho áspero e malcriado com ele, né? Pô, pai, eu não tenho nada com isso, você não tem nada que me responder assim. Botou eu lá quase que ele me capa. Ele queria fazer isso comigo. Ele perdeu a noção, não, sei lá, a cabeça. Uhum. Pô, já machucou um, queria me machucar também, que que é isso? Precisou esse meu padrinho, que é seu João vizinho nosso lá, tá? Tirar ele. Ele levava um ano para bater na gente, só olhava, ele só olhava e fazia assim, ó. Hum! Conversando, nada de passarela para lá e para cá, não. Chegou visita, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente ia lá para o quintal. Só participação no assunto quando a gente era anunciado. Fulano, faz o favor, a gente vinha, sentava ali e batia palma. Fora disso, não. Porque se chegasse uma visita em casa, A gente começasse a ficar de passarela para lá e para cá. O negócio é feio. Quando a visita se despedisse, olha que a gente ia apanhar e muito.
Quantos irmãos são?
Olha, nós somos agora em quatro. Nós éramos em seis, né? Somos em quatro.

Complicações, pressão, diabetes, aquela coisa toda. Então, ambos faleceram. E agora somos em quatro, né?
Mas todos cresceram juntos?
Todos juntos, na mesma, isso Nova Iguaçu, na mesma guerra, na mesma... trabalha, a gente sempre correndo para lá e para cá. E fomos estudar, ninguém aprendeu coisa feia tá?
Todos na mesma escola.
Todos na mesma escola. Né nós tínhamos uma, tem um instituto, que era da minha tia, que chamava-se Instituto Santa Bárbara né. Nós estudávamos com ela quando a gente era menor. Depois a gente foi para um colégio, chama-se Colégio Morro Agudo. Esse colégio existe até hoje. Ah depois fui estudar no centro, em Bangu, no colégio. Fui terminar o meu minha minha escola. No colégio Pintor Lazar Segall. Fiquei em Bangu, lá no subúrbio do Rio. Sim. Estudar à noite. E aí nós fomos só nessa corrida, nessa coisa toda. Até eu vim parar aqui né.
Você falou ãh antes que ajudava a sua mãe né com as roupas eh antes da escola? Ou ou. Co como é que como é que se iniciou a questão? Não é.
Não, depois da escola. Depois da escola. É. E essas roupas também era mais de finais de semana, porque ela já lavava. Sim. Né. Ela lavava e separava. Então, eu ia levar na Na casa da minha tia, tantas peças. Uhum. Ia levar na casa da outra tia tantas peças e trazer outra suja para ela lavar, que ela lavava e passava. Entregava pronta. Eu saia para um lado e o meu irmão para o outro. E era assim.
E aí, além da escola, de ajudar a sua mãe, que mais que vocês faziam na infância?
Ah. As brincadeiras?

Não tinha brincadeira. Cheio de maior tarefa aí em casa também era a horta, né? Nós tinha a horta de... couve, alface, cheiro verde. E nós tinha a nossa brincadeira. Nós tinha uma brincadeira boa também assim. À noite, a gente reunia a turma da rua e a gente brincava de pique-esconde, coisa que ninguém vê mais. Então a gente tinha um negócio de pique-lateiro né. Né a gente pegava a lata, põe a lata lá e saía correndo. Se escondia a turma depois a gente tinha que estar procurando. Entendeu? A gente tinha também Às vezes, assim, cada dois meses geralmente ia pescar também, a gente saía para pescar. Principalmente com o meu pai, ele levava a gente para pescar também, né?
Pescava onde?
Pescava praia, senão rios, né? Porque lá na periferia tem muito rio. Uhum. A gente pescava, aquela coisa toda, e trazia peixe. A gente saía com um anzolzinho lá e trazia, tá? E íamos a noite com o meu pai, finais de semana à noite. Ele alugava barco e levava a gente para pescar com ele à noite. Aí eu só via no outro dia, né? Uhum. E era isso sobrava para mim, que eu tinha que limpar o peixe. Eu era o caçulinha da turma, eu tinha que limpar o peixe.
Está entendendo? Você é o...desculpa Você é o filho caçula ou é o caçula dos homens?
Eu sou o caçula dos homens. Eu sou o caçula dos homens, né?

Aqui tem uma historinha muito... Historinha dele foi até uma história assim um pouco... uma história tenebrosa. Porque ele foi encontrado no portão. Ele foi colocado no portão da minha casa, assim, numa cerca. Uma cerca entre a casa dele e a minha, que era cerca de arame. Uhum. E esse garoto, filho desse meu padrinho, né? E ele foi... Cuidado na minha casa, a gente cuidou dele. Eu tenho ele como irmão também. Ele tem o pai dele, a mãe dele, mas a gente tem ele como irmão. Uhum. Tá? Eh todos os lugares. Hoje ele mora em São Paulo também, aqui. Aqui eu ajudei muito ele, ele me ajudou, aquela coisa toda. Eee esse garoto, quando ele começou a andar, teve uma vez que ele sumiu. Aquela cerca de arame lá era um pouquinho grandinha, não podia passar, sumiu. Esse garoto sumiu. Cadê o Beto?

Então é Beto, apelido dele, que colocaram Beto, Beto ficou. E cadê o Beto? Ih, procura dali, a mãe dele foi na minha casa. Ô Zizi, ô comadre, cadê o Beto? Ah, Beto não veio aqui não.

Não, não pode. Aí fomos na rua procurar, né? Uhum. E, procura dali, procura daqui, nada desse Beto, meu Deus. Cadê esse garoto? Que ele começou já a engatinhar, só que ele era parrudo. Andava até com a barriga arrastando no chão, né? A barriga começou a arrastar no chão. Vou desligar.

Depois fica registrado. Tá. Então... Cadê esse garoto? E na minha casa, a gente tinha um poço.
Poço.
Né. Uhum. Tipo poço artesiano. Eee esse poço cedeu água para quase aquela rua inteira. Cedeu água para aquela rua inteira da da entendeu? E lá o pessoal pega água dali, pega da... Chegou um amigo nosso é o. O Sebastian, é o nome dele né. Foi lá com o baldezinho dele pegar água né. Quem estava dentro boiando brincando?
O Beto. <laughs>
É dentro do poço. O poço era fundo, só que tinha bastante água, viu? Ele dentro do poço. Aí chamou minha mãe. Ô, Zizi, o Beto está dentro do poço. Pelo amor daí ele. Entrou, mesmo sem corda, sem nada. Ele entrou e conseguiu resgatar o garoto, né? O garoto brincando, dando aquela coisinha na água, aquela coisa toda. Tá. E a gente passou a ter mais cuidado também, né? tampar o poço direito, aquela coisa toda. E esse garoto foi crescendo, estudando. Eu carregava ele para tudo quanto era lado, né? Que eu sou mais velho que ele, quer ver? Uhum. Estou com Cinquenta e dois, ele está com quarenta, né? Doze anos né. Doze anos mais velho. Eu carregava ele para lá, para cá, aquela coisa toda. E ele foi ficando rapaz. Foi ficando rapaz. Só ele de homem na casa dele. estudando, trabalhando para ajudar os pais né, que era ele e uma irmã, Sueli. E sempre com o nosso apoio. Daqui os pais trabalhavam fora, ele ficava com a minha mãe. Eee sobrava um tempo andar com ele, passear com ele. Então, ele foi crescendo, um rapazinho dali, que são dezessete dezessete e ele sempre teve um pensamento assim bem forte, bem positivo mesmo. Ele pensava grande. Ele falava assim... Poxa, Nezinho, nós temos que fazer alguma coisa. Vamos vamos bolar alguma coisa para a gente ganhar dinheiro, que está...o dinheiro está meio devagar. Eu trabalhava de jardineiro na época, no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, aí na Avenida Brasil. Finais de semana, sábado e domingo, livre. Ah, vamos inventar um negócio para a gente ganhar dinheiro, vamos.

Ele sentava aqui, com o papel na mão, escrevendo o que que a gente vai ter que fazer aí. Uma vez, eu estava lendo numa numa revista, era tele recado né. Uhum. Serviço de tele recado. Como funciona esse tele recado? Muitos no bairro, o telefone era... Aquela década de setenta. Sessenta e nove, setenta, setenta e cinco, até se nos anos setenta era escasso os telefones. Só tinha que... Vamos conseguir uma linha telefônica. Vamos comprar uma linha e pedir uma linha. Eu e ele. Conseguimos uma linha telefônica. Nós alugamos um salão próximo até a casa da gente lá assim um pouquinho. Próximo à estação do trem. um salão de uma igreja, para a gente fazer nosso trabalho. Aí o pastor lá cedeu. E ele falou, não, vocês podem, se é para a melhora de vocês. Né o que que vocês vão precisar? Não, a gente vai precisar de uma mesa, um garoto né, que tem uma bicicleta, e a gente vai cadastrar pessoas que querem deixar seus recado aqui. A gente recebe dia sim, dia não, dar plantão aqui, anota o recado e vamos até a residência da pessoa dar esse recado. E a pessoa nos paga por mês. Aí arrumo uma caixinha de sapato, fiz uma planilhazinha né com o nome, endereço daquela pessoa, número de documento e começou assim. Pessoal vinha do trabalho né passava lá, ó, tem recado para mim aí? Está aqui o recado. E é o negócio que foi expandindo, ficou bom. Super interessante. Tinha a cabeça da Rede Nova, mas a gente tinha aquela... Falei, ih o negócio está ficando bom. Tinha cliente, tinha peça. Então, assim, à noite, pegava o garoto na bicicleta, olha, vai entregar esse recado lá na casa do seu fulano, que ele não passou aqui ainda, já está na hora dele passar, não passou ainda. Aí o garoto montava na bicicleta e ia lá levar o recado. Isso aí foi melhorando, melhorando. O que que nós temos que fazer agora? Uhum. Ah, não vamos parar por aí, não. Outra coisa. E agora, o que que a gente vai fazer? Aí, meu irmão, ah a gente podia abrir um vídeo cine. Vídeo cine? Eh meu Deus mas como é que vai funcionar esse vídeo cine? Eu tenho um videocassete. Desse tamanho, um videocassete. Parece até um... Aquele trambolho grandão, né? Trambolhão pesado. Eu tenho um videocassete. Então, o que que a gente vai fazer? Videocassete nós temos. Nós temos que comprar um telão. Você lembra na época que saiu o telão, aquela coisa toda, né? A gente vai conseguir o telão. Né nós já temos salão da igreja aqui. Não tem culto todos os dias.

Hora que começar o culto, aí a gente vai para outro lado. E esse negócio começou a dar certo. Locadora, escreveu na locadora, começou a locar filme para passar para os outros assistirem, cobrando cinquenta centavos. Na moeda daquele ano, botava cinquenta centavos, né? Eu e meu irmão e mais outro. E aí começamos o negócio também do tele recado né e o o cine vídeo. com direito, tripé e tudo, anunciando o filme. Que a gente chegava na locadora e pedia, olha, eu quero aquela o cartaz. Olha, quando chegar o cartaz do filme tal, guarda para mim. E para eles era vantagem que. Toda semana, duas, três, quatro vezes, a gente tinha que estar sempre renovando o filme né. Pegar hoje e entregar depois de amanhã. Sempre três diazinhos, que o pessoal que não viu... E, nesse negócio, as coisas foram fluindo. Foram fluindo aquela coisa toda. Eee meu irmão resolveu ir lá casar. Casou garota, garotão também, casou garotona nova, aquela coisa. Eu também, né? Que eu né filho de Deus também, eu garotão. E começamos lá. Aí depois a coisa começou a despencar. A gente pensou que ia dar certo, que depois que casou o negócio piorou. A dívida foi aumentando e a gente foi indo, desmanchamos tudo. desmanchamos tudo, desmanchamos tudo, e eu com a minha mulher, já, a minha esposa, eu falei, meu Deus do céu, o negócio está... E aí, engraçado que eu não tinha casado ainda, eu estava prestes a casar.
Que idade você tinha?
Eu estava com, quer ver, vinte e três. Uhum. Estava prestes a casar.

Eu saí desse departamento de Estrada de Rodagem, que eu trabalhava de segunda a sexta. Eu fui trabalhar no Laboratório Moura Brasil, lá na Gávea né. Engraçado que eu já tinha uma noiva. Eu tinha uma noiva aqui fora e essa noiva estava grávida.

Ela mora no Rio de Janeiro.

Conheci ela lá num teve uma festa de final de ano. Estou vendo aquela negra bonita lá. E tinha um amigo meu de olho nela, né? Tinha um amigo meu de olho nela e olho também de. Rapaz, pô, vai lá, fica lá para cá, deixa eu quieto. Chamava ela para dançar lá. Não, vou dançar não. Falei, vamos dançar, querida. Pô, somos amigos da mesma repartição. Será que você tem discriminação porque você é da produção e eu não sou? Sou da manutenção, você é da produção. O que você tem? Não. Eu falei, então pelo menos seu nomezinho, como é a sua graça? Meu nome é Patrícia. Ah, seu nome é Patrícia?

Até aí ela, né, ficou com aquela coisinha, não queria graça comigo, eu também fiquei quieto para lá. O amigo meu começou a dar em cima dela, ela se injuriou também, se enfezou lá, não quis graça, nem comigo, nem com ele. Eu falei, está bom. Mas me deu uns cinco minuto. Falei, Patrícia, ela demorou para falar.

Quando a gente pergunta o nome de alguém, qual é o seu nome?

Eu tenho uma coisa comigo, pesquiso muito, fico só analisando, né? Eu falei, tem uma coisa errada com ela. Bom, já que eu trabalho junto com ela, eu vou vou descobrir. Eu vou descobrir. Vou, vou descobrir sim. Que que eu fiz? Quando foi um sábado, eu pedi para o meu amigo me colocar de plantão. Arruma alguma coisa para fazer final de semana aí na empresa?

Nós temos que dar manutenção na na na mesa, nas esteiras né, na mesa da produção. Você e um outro amigo. Tudo bem? Tudo bem. Até esse amigo meu ele chamava Alcione. O nome dele chamava-se Alcione. Então, eu vou escalar vocês para trabalhar sábado. Vocês querem? Eu falei, lógico que eu quero. Aí, beleza quando foi uns. Quando foi neste sábado, eu falei, você dá um tempinho antes de começar, que eu vou eu vou dar um pulo no banheiro, que nada eu corri fui no Departamento Pessoal, quem é de manutenção, tinha acesso né vários setores né. Aí fui no Departamento Pessoal, comecei procurar. nos arquivo, tinha aquela aquelas planilha, tinha que estar procurando. E Patrícia, Patrícia, Patrícia, que eu não acho. Aí mexe, eu não estava com a paciência tão grande, comecei a mexer, eu levei quase uma hora procurando. Aí eu olhei o rosto dela.

Natural, São Paulo. Nascida, Casa Verde vinte e cinco. Do doze. De cinquenta e dois eu que sou meio detalhista nesses assuntos de de né. Uhum. Aí eu marquei.

Vamos virar o outro lado da ficha, né?

Está com trinta e seis anos, tá? Ela é minha filha mesmo, porque essa está tem três aninhos de idade, é minha filha. Eu adotei ela, eu registrei ela, e ela não tinha pai, o pai fui eu. Já conquistei a mãe dela, né? Então... <laughs> Mas isso aí, até isso aí ainda tem um... Aí eu fiquei tranquilo.

Falei, não rapaz, é que eu estava com um probleminha aqui, uma dor de barriga. Então, sabe como é que é, né? Tudo bem. Aí eu fiquei estudando, aí trabalhando, que nós tinha que fazer o seguinte, Aquela esteira onde passa os medicamentos, que vai embalar, né? Na mesa de produção. Embaixo dela corre uma corrente. Tá. Tem várias catracas ali que vai girando a corrente. A gente tinha que lubrificar aquilo ali. E eu falei para o meu amigo, que o Alcione. Eu falei assim, o o meu jovem. Nós vamos ter que fazer o seguinte. A gente passa a graxa num pedaço, lubrifica um pedaço, Liga ela adianta, vamos por etapa. Não que. Liga ela e deixa correr. E na véspera do casamento dele na vé olha, faltava o quê? Um, dois dias para o casamento. Então, aí eu falei para esse meu amigo, vamos por etapa? Que não adianta correr, nós tínhamos aqui o dia todo. Nós tínhamos o dinheiro do almoço, nós tínhamos almoço lá no restaurante, vamos ganhar esse dinheirinho tranquilo, né? Só está nós dois na fábrica e o pessoal da portaria. Não, é com a gente. Foi um piscar de olho, assim ó, um piscarzinho de olho. A máquina pegou toda essa mão dele aqui, os dedos. Só ficou o polegar da mão direita, pendurado. Esses outros caíram todos, até o que estava com a aliança né, sumiu. Eu saí catando o dedinho assim ó. Ele deu aquele grito e desmaiou. Ele deu aquele grito e desmaiou. Eu corri na portaria né, ligar para a rapaziada, olha, vem aqui, aconteceu um acidente feio aqui agora. Na nós estamos na sala tal, do produto do Vick né, a gente fazia o Vick Vaporub, aquelas coisas. Aí a rapaziada veio correndo, levou ele para o hospital, enrolei aqui um pano nele e catei todos os dedinhos né. Enrolei no pano para levar, para ver se tenta isso aqui. Conseguiram resgatar né, que pendurou, mas mas daqui não deu mais. E, a partir daí, ficou um negócio meio meio não, um negócio chato. Não continuei o trabalho que eu fiquei sem. Né e isso aí foram indo. Foram indo na empresa, empresa muito boa, me dava muito benefícios. Festas, festas e mais festas. Teve uma outra festa lá também, uma época. Nós estávamos comemorando, não sei se era um aniversário, um Natal. Ah, era um Natal. Então teve um baile bonito, com música ao vivo, orquestra, tudo, mesa florida, com uísque na mesa, muito petisco, garçons, bufê, né? Completo e.

Eu digo ah, eu vou para cima, né? Uhum. Aí. Oi, tudo bem? Tudo bem.

Tudo bem né. Patrícia, né? Teu nome? Ah, é Patrícia.

Residente.

Não sei, um passarinho me contou. Aí ela ficou meio séria, começou a, né? Como você descobriu? Eu falei, não sei, filha, um passarinho me contou. Eu estou metindo?

Eu sou nascido treze do doze de cinquenta e cinco, a oito horas de uns quebradinhos de minutos né.

Não tem um vulgo né. Tem assim minha família lá que me chama de Neizinho. Fora eu não tenho.

É, precisamos conversar. Eu falei, eu acho muito bom. Aí sentamos na mesa, começou a tocar uma musicazinha da antiga, né? Eita, só musiquinha. Vamos dançar.

Aí eu todo salientinho para o lado dela, mas ela me dá uma tesourada, né? Na lata, assim que eu ficava tão sem graça. Você está muito saidinho, para o meu gosto.

Não, não sou metida. E tu acha que tenho que estar me abrindo para todo mundo? Falei, não, filha, não se trata disso. Seja um pouquinho mais, né? Mais amável, pelo menos, você está muito seca. Já sei assim, ninguém aqui vai te agarrar, não. Eu estou querendo apenas fazer amigos, conhecer mais gente, né? E, falando a verdade, eu parei na sua, né?

Parei e gostei de você. E dali começamos a entendermos ali daqui, e começou a chover. Eu gostei dessa. Gostei mas com um pancadão de chuva né, ninguém estava dançando direitinho e tal. E a hora vai passando. Onze horas, meia-noite, o baile acabou, era uma da manhã. Uma da manhã. Bom, aí eu falei, filha, você está de carro, alguma coisa? Ah, não, não estou, não. Acho que eu vou para a casa da minha amiga aqui em Bota Fogo.

Eu estou de carro eu e o meu primo, qualquer coisa, a gente leva você. Tudo bem?

Se não for incômodo, afinal, estou estou começando a gostar de você. E, pô, somos amigos de trabalho. Eu não quero o seu mal, filha. Tá, tudo bem, então. Aceito a carona. Aí, no colocamos ela no carro, uma variante, né? Variante setenta e seis, lá. Assim, velhinha, mas boa, né? Uhum. Chuvaréu vindo do Brasil afora. No meio do caminho, o carro parou. E ela começou a ficar nervosa. Acho que ela pensou que parou de propósito. Apagou tudo, e chovendo. E ela nervosa. Não precisa ficar nervosa, não, filha.

Daqui a pouco a gente conserta. O moço conhece o carro dele. Aí mexe dali, mexe daqui. Aí apareceu um curioso com aquela chuva toda, um senhor lá, né? Porque é assim, lá. Se quebrou o carro na estrada, sempre aparece um filho de Deus. Uhum. Aí apareceu um senhor lá. O que está acontecendo? O carro parou aí. Posso olhar?

É a bobina. Parte elétrica. Apagou tudo?

Espera aí que eu vou buscar. Atravessou a pista correndo. Ele veio correndo igual um louco. Já veio, trocou.

Falei lá em Nova Iguaçu. Beleza. Pode colocar aí. Colocou, ligou, pegou. Quanto é a xis? Pagamos para ele e viemos embora. Aí nós deixamos ela na porta de casa. Eu deixei ela na porta de casa. Aí eu olhei bem, olhei assim. Falei, eu conheço essa rua. tem uma fábrica de de ração chamada Cargill logo na esquina né. Aí eu fiquei observando, sempre papelzinho. Eu tenho um negócio, minha minha bolsa é cheia de caneta, lápis papel tudo eu marquei direitinho tal. Tranquilo, mas deixei. Quando foi no outro dia, um domingão, eu fui procurar lá. Saí, bati naquela casa, né? Aí veio uma senhora me atender, Ana Maria.

Ah, não se encontra, não. Ela saiu. Ela falou que se volta ou alguma coisa? Não, ela não falou nada. Ah, então tá.

Obrigado. Tchau, tchau. Aí eu desci, só que eu não fui embora, não, eu me escondi. Fiquei só atrás de um poste escondido. Eu só vi quando ela pôs a cara assim, olhou para um lado e para o outro, só para saber se eu tinha já tinha ido né. Aí eu fiquei bem quieto. Quando ela entrou, eu vim caminhando devagarzinho e bati de novo.

Desculpa, eu eu sou eu sou, desculpa o incômodo. Ó, avisa a Patrícia. Pode falar com a Patrícia aqui, a Vera, o nome dela é Patrícia, é Vera, não sei que nome que ela tem.

Eu estava ali, ela apareceu aqui no muro. Ela veio muito sem graça. É, você é um pé no saco mesmo hein. Falei, filha, pô, quem está interessado corre atrás, meu amor. Quem está interessado corre atrás. E dali começou pintar um romance, né? A gente começou a se entender bem, aquela coisa toda, muito lindo isso. Começou a entender bem, aí começou mais a intimidade. Ela veio a engravidar e olha que eu já estava com um pepino lá fora, né? Então um pepino lá fora. Já tinha uma garota grávida, assim novinha, mas estava. Ela veio engravidar, aquela coisa toda, com medo.

Eu falei ah, a gente dá um jeito aí, não sei. Quando foi uma tarde, eu fui chamado ao departamento pessoal. Eu todo pomposo bambambã né, como diz o outro, na gíria, não popular, né? Uhum. É tão bom que nem tem mais esse tal de, esse esse bilhete aí, nem existe mais. E que que acontece? Aí me chamam no departamento pessoal. Ah. A gerente lá era assim Vera Lúcia. Uma branca bonita, né? E super amável com todo mundo. Era a maior simpatia.

Ela me chamava de meu preto, né? Porque, às vezes, quando tinha manutenção, ela chamava para a casa dela um cano que estourou, uma coisa que estava vazando. Eu sempre ia lá dar um jeito. Meu preto, senta aí que a gente tem muito o que conversar. Eu falei assim, senhora, sou todo ouvido.

Assunto pessoal seu, eu falei, pode falar. Eh.

Estou. Estou, sim. Ah, muito bem. O senhor sabe que ela está grávida de um mês? Sei sim. Ah, muito bem. E o senhor sabe que tem uma pessoa na portaria, por nome de Nilma Francisco, ela está com a mãe dela, os familiares dela, querendo falar com o senhor nesse exato momento? Está grávida do senhor de três meses. O que que o senhor me fala? O senhor quando entrou na empresa foi avisado. Não quero intimidade na empresa. Amigo, amigo, nada de saliência aqui dentro da empresa. O senhor foi avisado. O senhor quebrou a regra da empresa. Agora, tem um detalhe. Essa jovem que o senhor engravidou, ela está nova aqui no Rio de Janeiro. O senhor já é daqui. E ela mora só. Agora, vamos ter que fazer o seguinte. Para ninguém sair ferido nessa historinha toda, vamos fazer o seguinte. Ou ela sai, o senhor fica, ou ela fica, o senhor sai. Isso entre nós aqui tá. Depois, daqui a pouco, você vai conversar com a pessoa lá no portão, que está te aguardando. Tem uma sala na portaria assim, tem uma salinha de bate-papo né. Eu vou liberar o senhor já já. Então, o que que a gente faz? O senhor escolhe. Ela fez isso comigo. O senhor escolhe. Aí eu falei, puxa vida, Vera, agora você me pegou. Ela falou, não, não te peguei nada. Você que procurou o assunto, não fui eu. Estou só aqui para solucionar o assunto, sem ninguém se machucar, sem briga, sem desespero. O assunto lá fora, quem resolve é o senhor. Quanto à questão de ter alguém lá fora te aguardando, isso aí é problema seu, você resolve. Agora, do portão para cá, eu resolvo. O que que o senhor vai fazer? Falei, é, Vera, o negócio é eu sair, né? Deixa ela, porque ela precisa também. Então, então tudo bem. Vou mandar preparar a tua documentação, vai trabalhando. Daqui a pouco você vem assinar os documentos, aí eu te chamo. Sim, senhora, aí o sarro que começou na na na, os amigos, vazou essa notícia né, os amigos começou a tirar sarro da minha cara, e todo mundo zoando comigo, e eu querendo ficar já nervoso. Tinha um amigo nosso lá, um senhor né, Bezerra, é Bezerra, dizia, ô e aí, garanhão hein, está vendo? Eita ó. Na portaria, está lá te esperando. Quando eu fui na portaria, deu até uma dor no coração.

Olha, eu não vou te enganar não, é triste. Aí fui lá na portaria. Aí o meu amigo falou, ó, na sala aí tem um pessoal te esperando aí. Aí lá vou eu. Lá estava a Nilma né. A Nilma eu conheci... A gente se conheceu era assim, era assim ela tinha quinze, eu já tinha. Dezessete e a gente foi praticamente criado assim, tudo na mesma rua, família, tudo ali, né? E a gente veio... fazer a assim o ato sexual muito cedo, eu, ela assim, muito cedo. E ela me botou na balança.

Você tem uma pessoa aqui dentro, e aí como é que faz? Você está noivo comigo, vai casar com outra? E agora? Ah Nilma não sei não, vamos deixar rolar o que acontecer. Ah, o que acontecer? Meu irmão está doido para pegar você. <laughs> E aí a gente treinava na mesma academia né, a gente fazia judô judô e capoeira na época. Né falei, ué, só vou falar uma coisinha para a senhora, para ele, agressão não vai resolver nada. A não ser juntar vocês todos, me descer a madeira aqui, tudo bem, mas ele só sozinho, não. Se ele me agredir, eu vou agredir, eu vou me defender. Assim não vai resolver nada. Eu acho que é melhor a gente ir para casa, Eu já estava por conta da rua mesmo. Tanto faz como ficar como ir, dá no mesmo, né? Vá lá em casa à noite para a gente conversar. Digo sim, senhora, vou sim. Elas foram embora, eu voltei muito triste para o trabalho, coçando a cabeça. Aí a gente consertou tudo, eu não fiz mais nada. Perdi um emprego. Como é que eu ia casar se eu perdi um emprego?

E agora? Aquilo ficou triste. Vai voltar para a minha casa coçando a cabeça e minha mãe me olhando. Neizinho, o que que você arrumou, hein? Você está com. Será que é a Nilma, a gravidez dela, que está te deixando assim? Falei, não, mãe, é pior. Se fosse só ela, eu contornava, contornei né Mas tem outro pepino aí. Qual que é o outro pepino? Eu tenho outra namorada, mãe, chama-se Vera Helena. Conheci no trabalho. Ela está grávida também. E, o pior de tudo, eu perdi o emprego. <laughs> Eu perdi o emprego. É, teu pai não vai gostar nada disso, não, hein, rapaz? Meu pai não bateu em mim, mas ele me deu uma pegada forte. Me deu uma pegada forte. Aí o que eu fiz? Deixei da Nilma, que era a mais nova, e fiquei com a Vera. Aí passei a morar com ela, né? Passei a morar com a Vera e deixei a Nilma para lá. Sumi da vida dela, né? E foi indo, foi indo, foi indo, a minha criança nasceu. A da Nilma nasceu. A Vera, essa que eu casei com ela, falou assim, não, nós temos que ver essa menina assim.

Ela é garota nova. Aí a Vera foi lá.

Ela está com vinte e sete ano.

É uma gatona viu, morena linda, linda, linda. E vamos lá, né?

A mãe dela brigou muito comigo. Todo mundo falou. Só falo assim, está certo, gente.

Pode me bater, me matar. Vou fazer o quê? É, precisa registrar essa criança. Falei, eu registro. Vamos registrar. Aí foi registrar a criança dali. Daqui a pouco me nasce outro de cá também. E aqui, para o pessoal aqui de São Paulo saber? A mãe da Vera. Hum. Teve um teve um dia, um finalzinho de semana, nós estava em casa, né? A gente morava no fundo de uma casa, uma senhora, até com um pessoal muito legal. Aí, quando o pessoal me chamava lá na frente, ela vinha cá no fundo, me chamava de Madeira. Essa senhora e o filho ele me chama de Madeira. Ficou um samba lá, que a gente fazia samba finais de semana né.

Aí, estou lá bem quietinho, até dormindo né, quietinho, emboladinho. Helena estava com a barriguinha assim. Não estava grande, mas dava para apertar um pouquinho. Aí o Antônio daqui a pouco bate na porta, tuc, tuc, tuc. Aí eu fui atender. Pô, ô Madeira, tem um pessoal de São Paulo aí. Ih, lascou. Eu falei, meu amor, o bicho pegou, teu pai está aí. O velho, está a velha, está a cunhada, tem umas dona e todo mundo aí. Falei, meu Deus do céu! Botei uma bermuda rapidinho, corri, troquei, pulei o muro do outro lado, saí lá no campo, fui embora para a casa. Eu fui embora para a minha casa, né? Tinha um muro assim, um terreno baldio, um muro, aí a gente brincava, fazia o nosso samba ali. Aí, quando foi mais tarde, assim, lá para três horas, quase, isso era de manhã já, sete para oito horas. Quando foi lá para as quatorze, quinze horas, assim, da tarde, eu venho na maior cara de pau. Oi, tudo bem? A dona olhava para mim assim. Madeira, tu pode ganhar um pode levar um cacete, não pode demorar, porque tu está muito saliente para o meu gosto.

Não é assim também, não. O povo está aí ó. E tem uma coisa, o pai dela está desconfiado. E ela pôs uma saia daquela, né? Um pouquinho apertadinha dali, daqui.

Eu não tinha conhecido eles daqui ainda, porque só em de ano a ano que ia para lá.

Prazer, prazer.

Tudo bem. Tudo bem. Aí eu, nós estávamos conversando assim na sala. Aí, meu velho, seu Dito, Deus o tenha, que ele me deu muita força. Eu tenho um presente dele até hoje, só não trouxe porque eu esqueci. Uma gravata que ele me deu.

Eu tenho até hoje.

Eu estou desconfiado que a Verinha está buchuda. Aquilo me deu uma fisgada no coração. Se agora o coração parava, porque eu sou hipertenso né. Mas, antes, aquilo deu uma fisgada no meu coração, que eu fiquei triste. Ô meu Deus do céu. Não, Dito, não, é porque aqui aqui no Rio é assim mesmo, a pessoa engorda. Não, Dito, ela está com os pneus assim.

Ela está com os pneuzinhos assim, está muita costa assim. Falei ih meu Deus do céu, vou inventar assunto. Não sei o que que eu vim fazer, que eu podia ter ido embora para casa. Ele olhava ô. Ô, Verinha, me conte a verdade. Acontecendo alguma coisa? Não, pai, está tudo bem. Pai, não. Olha Verinha, não me esconda nada. E aquilo foi me dando já um um tchan por dentro falei. Quer saber de uma coisa? Eu já caí do cavalo lá, por mentira. É melhor falar logo. Uhum. Falei, seu Benedito, né? Dona Benedita. Sim, a Vera está grávida, tá? Ela está grávida. Está vendo, Dito? Eu sou difícil errar. Está vendo?

Bati o olho e já vi. Ela não é cheinha assim. E agora, o que que vocês vão fazer? Digo, agora a gente vai casar, né?

É que carioca, eu vou falar sério para você, o carioca é vagabundo. Eu falei, seu Dito, o senhor não pode falar uma coisa dessa não, meu Deus do céu, o senhor está no meu território e chamando de vagabundo? Eu falei assim com ele, mas na boa, assim a gente conversando né. Falei, seu Dito, o senhor sai lá de São Paulo para chegar aqui me chamar de vagabundo, assim na lata. O que eu tenho que falar eu não preciso esconder. É melhor ouvir a verdade agora do que ficar aí falando pelos canto. Está certo, o senhor está certo. Bom, resumindo, eu quero casar aqui, no civil, e na igreja, eu quero casar lá em São Paulo. Está bom assim? O importante é que case. Você sabe que ela tem uma filha, né? Eu falei, eu sei. Tem a Patrícia, ela tinha três anos, né? Eu sei. E ela vai ser minha filha. Está bom assim? Aí, eu não questionei quanto o filho dela, né? Mas não sabia eles também que eu ia ter outro filho também né. Aliás né, e o negócio estava ficando feio, mas já tinha um dia assim. E ali a gente foi se entendendo bem se entendendo, marcamos o casamento, eu vim para cá, casei lá primeiro, eles foram para lá, casei lá primeiro, depois eu casei aqui casei olha eu. O meu sogro falou assim para mim, olha, você quer vir morar aqui em São Paulo? Meu terreno é grande, Eu tenho várias casas no quintal e já tenho uma preparada para a Vera, para vocês. Venha para cá. Venha para cá, tá? Aí eu falei, puxa vida, vou ter que largar meu emprego aqui. Eu saí da i ene erre, fui trabalhar, fui ser policial no Rio. Né eu fui ser policial no Rio. Falei, pô, arrumei um emprego público aqui está tudo... Bom, você que sabe. Aí tirei a férias lá e vim para cá, ficar férias né. Vim tirar férias aqui e gostei. Os Campo Limpo, a Estação da Luz lá, o terminal era lá, o ônibus que ia fazia Rio e São Paulo. Quando eu bati nesse Campo Limpo, respirei o ar, falei que lugarzinho bom, o pessoal fala, um frio também, estava frio essa época. O pessoal fala que São Paulo é isso, é aquilo, mas me deu uma entrada no coração gostoso. Olha, legal. Fui para casa do meu sogro. E a minha esposa já tinha vindo para cá. Ela veio na minha frente ah beleza. Fiquei. Achei aquele endereço direitinho aí. Fiquei, fiquei, fiquei. Aí, quando foi um dia, eu estou andando. Eu estava descendo ao sentido Estrada do Campo Limpo, que a casa que eu morava é perto da trigésima sétima dê pê.

Estava indo lá para o lado do SESC, supermercado, coisa do shopping, Campo Limpo, onde eu resido até hoje, irmão. Resido de frente a esse shopping hoje né minha residência atual. Estou descendo, tinha uma placa assim, lá no mercado. Precisa-se de vigia e segurança. Aí eu parei, olhei bem, aí fui falar lá com o meu amigo, o rapaz lá, o segurança lá, um loirinho baixinho, pequenininho, Francisco. Ele é falecido hoje, tem mais de quinze anos de falecido. Eu falei, bom dia, cidadão. Bom dia. É sobre essa placa. Eu falava um pouquinho mais carregado, cara. É uma coisa que eu não falo mais porque eu tive que me reeducar.

Você não deve falar muitos eh fritando batata, né? É.

Eu parei um pouquinho. Falei, é sobre a respeito dessa vaga. De vigia, segurança aí. Não. Aqui nós estamos querendo um metro e setenta e bom porte físico. Aí eu peguei e falei assim... Mas caramba, por que bom porte físico? Você tem um metro e cinquenta, um metro e meio. Aliás, você deve ter um metro e meio, rapaz. Eu sou mais alto que você. Vocês querem aqui um segurança ou um manequim para desfilar na passarela aqui da empresa? Nisso que eu estou falando, vem entrando o coordenador chama.

Ele é diretor do DEIC. Já é diretor, com mais de vinte ano. Já era nessa época lá, né? coordenava toda a rede de sete supermercado, a segurança toda. O que está acontecendo, Francisco? É um moço aqui, candidato a emprego aí. Falei, é a sua graça, senhor. Ele falou, meu nome é Diniz.

Sou recém-chegado do Rio de Janeiro e estou vendo a placa aí, né? Vigia, porteiro, isso me interessa. O senhor tem experiência? Falei, não, sou policial. Estou passando umas férias aqui, mas se eu conseguir alguma coisa aqui, eu peço exoneração e venho morar aqui. Pode subir e falar comigo. Eu olhei para ele assim, bem feito, besta.

Aí subi né, ele me deu uma ficha para eu preencher. Aí eu preenchi toda a ficha direitinho e tal. Ele olhou. Posso ver seu documento? Eu falei, opa, perfeitamente.

Lógico, ele foi checar, né? Um momentinho aí. Sumiu lá para dentro das salas, daqui a algum... Pô, lá mais ou menos uns vinte minutos. Uhum. Depois ele voltou. Tudo ok. Bom, eu vou pedir para o senhor fazer um treinamento de quinze dias.

Você aceita? Tiro, defesa pessoal, um pouquinho de escrita aí, está bom? Sempre está, sim, senhor pode marcar. Quando é que você tem que ir para o Rio de Janeiro? Eu falei, está faltando ainda quinze dias, tenho duas semanas ainda. Então, vai fazendo esse treinamentozinho aí. Aí, ele me mandou para a USP, para a Academia de Polícia da USP. Fez um documento. Eu fui para a Academia de Polícia da USP fazer academia de novo. Lá na USP, a gente tinha que fazer a defesa pessoal, tiro e as provas escrita, né? Teórico e prático.

das oito da manhã às cinco da tarde. Das oito da manhã às cinco da tarde. Dezessete horas, vai indo, vai indo. No último dia, a gente faz uma prova final. Aí eu tirei ponto legal né, peguei um certificado, entreguei para ele. Ele me deu todas as roupas da empresa, aquelas fardas da empresa. Quanto a mim, você pode começar a trabalhar. Resolve sua situação no Rio de Janeiro.

Fui lá, resolvi pedir exoneração. Demora a exoneração, assim, mais ou menos leva quinze dias, até um mês, para sair de publicação né. Mas, mesmo assim, eu fui resolvendo e resolvi vir para cá. Ali de São Paulo, que me abriu as portas. Primeiro emprego, foi comércio e importação. Aí, eu, com os colegas lá, falei, poxa, São Paulo, o pessoal fala. São Paulo é o coração do Brasil. Essa palavra ficou gravada comigo né. São Paulo, para mim, hoje, é o coração do Brasil e vai ser sempre. Não é só para mim, não. É para todos os imigrantes que vêm para cá, que habitam aqui hoje. E só, isso eu comentei muito com meus amigos, comento até hoje, só fica parado quem quer. Hoje, na rua, tem latinha para catar, tem papelão para catar, tem plástico para pegar. E nas obras que tem por aí, as empresas de faxina, de pedreiro, de jardineiro, tudo tem. E essa área da segurança, hoje, se expandiu muito. Segurança e enfermagem. O que mais tem hoje? Tá. E eu fui ficando, curtindo esse São Paulo, tranquilo. Olha que maravilha, hein? Bom casamento, esposa, uma família... Nossa Senhora! Com a minha boneca, né? Cinco filhos, né?

Aí, da Vera.

Tenho, hoje, quatro netos lá no Rio né. Ao todo, são dezesseis netos.

E isso aí fui curtindo aqui. Trabalho gostoso, dinheiro não faltava. Me inscrevi aqui também no concurso público, fui trabalhar na FEBEM. Olha aí, começa a FEBEM. É para ficar boa, hein? Fui trabalhar na FEBEM, prestei o concurso, passei. Aonde fui trabalhar? Na vigilância. Fui trabalhar, aí fazia o CER e fazia a FEBEM. Porque na FEBEM era três dias, eu folgava dois. Aí eu fui na FEBEM dali, trabalhando, entrei como vigilante, aí fui ficando, depois fui monitor né, trabalhar dentro dos pavilhões com os meninos. Aí o CER teve um corte. O CER já estava eh... não é privatizando, não, é terceiralizando né pegando as empresas de fora para fazer o nosso trabalho. E foi já mandando, dispensando a gente tal tal tal. Pagou direitinho. Eu fui embora. E eu estava acostumado com dois emprego que mantinha a minha né. Eu não tinha o que reclamar. Tinha um carro velho para passear, tinha uma Brasília. Brasília oitenta Na época era show. E tinha um Fusca também. Tudo bonitinho.

Eu falei, meu Deus do céu, tenho que arrumar outro. Tenho que arrumar Todo dia eu passava em frente a uma fábrica, que estava no Campo Limpo, chamada Massey Ferguson Perkins. E essa fábrica estava saindo, estava entrando uma Sharp do Brasil, Sharp Componentes Eletrônicos né saiu. O pessoal da Sharp já estava até lá, o pessoal de portaria, tudo, já estavam né. Aí está a placa lá, precisa de porteiro industrial, com experiência.

Aí eu botei o rosto assim no vidro né ô bom dia, a respeito dessa vaga de de porteiro aí Aqui só quem é casado. Aquela vozinha fanha dele, né? Ele fala um pouquinho fanho. Aqui é só quem é casado. metro e oitenta. Você é muito baixinho. Ô, meu Deus do céu, que já fui me irritando, já? Eu falei, senhor, bom, ah o que eu sei de segurança está na inteligência. A segurança está no olho, está no ouvido e no falar. Falar menos, ouvir mais. Nós temos dois olhos para enxergar, dois ouvidos, né? E a boca só tem uma. E eu não preciso de altura, não precisa também anão, também não, né? Mas eu acho que a minha altura é ideal. Não, só um metro e oitenta. E aquilo me entristeceu um pouquinho. Eu falei, poxa, por que aqui em São Paulo o negócio de metro e oitenta realmente não é? Mas isso não vem da empresa, isso vem dos funcionário. Os funcionários que têm medo, acho que de perder. Vai entrar um vai entra um. Eu saio amanhã, tenho medo de perder o posto né. E aquilo ficou me falei, quer saber de uma coisa? Eu sou funcionário público mesmo, já estou ganhando o meu dinheiro, eu não vou esquentar a cabeça, não. Fui embora. E eu fui embora para casa. Fui embora para casa, cocei a cabeça. Não, vou fazer o que meu pai me ensinou, não vou perder. Eu tenho inteligência, eu tenho inteligência, sou inteligente, eu aprendi, eu herdei isso. Eu vou procurar outro serviço, vou. Vou procurar outro serviço. Fui trabalhar, descansei né uns dois dias, acordei no dia de manhã, me aprontei, fui lá para o centro da cidade. andar na Estação da Luz, daí cheguei na Rua dos, lá está uma placa. Precisa de vigilante sem experiência. Eu falei ih... Eu tenho experiência. É, mas eu estou aqui, eu vou tentar. Entrei na fila. Estou lá na fila. Ô, cidadão, as carteira profissional na mão. Pegou aquele bolo de carteira e subiu. E daqui a pouco ele desce. Bom. Quem eu chamar, meu lado esquerdo. Quem eu não chamar, permaneça na fila. Aí chamou Pedro, não sei o que das quanta. Paulo, não sei o que das conta. Esquerda.

Esquerda. Aí quem ele não chamou, permaneceu ali. Eu falei assim comigo, ah estou dentro, arrumei. Quando acabou de chamar, ele falou, bom, os senhores que eu chamei têm experiência, não serve para a empresa. Quem está aqui na fila pode subir comigo. Eu falei, meu Deus do céu, agora dancei. Eu falei assim, eu dancei, né?

Ah, vou embora, vim embora para casa. Aí fiquei, com meus botões né, o que eu vou ter que fazer? Vou na Regional, tirar outra carteira. Fui na Regional Campo Limpo Tirava carteira profissional lá na época. Uhum. Né? Fui lá, tirei uma carteira profissional novinha, bacana, coisa e tal. Deixei passar uns dois dias, vim trabalhar na minha FEBEM. Saí da FEBEM. Cheguei lá, estou na fila. Quem não quer nada, botei um óculos, um bonézinho na cabeça para disfarçar. Aí chamou, recolheu as carteira. É o mesmo processo, recolheu as carteiras. A hora que eu chamar para a esquerda, quem eu não, permaneça na fila. Aí chamou, não me chamaram não, eu estou quieto ali. Vocês podem subir. Aí eu subi... Chegou lá, deu uma ficha para cada um. Bom, agora eu vou fazer uma prova com vocês aqui dentro. Vocês vão ficar o dia inteiro aqui. Hoje, amanhã, depois, depois, depois. Vocês terão um mês para fazer um teste com a gente. Porque a gente não quer vigilante preparado, a gente gosta de preparar o vigilante. Como os senhores não têm experiência né, é o geralmente é o primeiro emprego, como vigilante, então a gente vai preparar os senhores.

Aceito. Tudo de novo.

É judô, defesa, não sei o quê, e tiro. Último dia, quando foram vinte e nove dia, que eram as trinta. Sabe aonde foi? Cidade universitária. Academia de polícia de novo. Oito teste final. Aí passei de novo na vigilância. Sabe para onde eles mandaram a nossa equipe trabalhar? Aí voltei para a empresa e a empresa falou, olha, nós temos um posto. O senhor mora onde? Eu falei, eu moro no Campo Limpo, senhor. Então, nós pegamos um posto da Sharp, onde era a antiga Massey Ferguson. Quem vai cuidar da segurança lá somos nós. É viável o senhor trabalhar perto? Eu falei, opa, vou até a pé. Precisa nem de dinheiro de passagem. Botou aquela turma de, quer ver, vinte, vinte e um homens. Entramos pelo fundo. Daqui a pouco fui trabalhar onde? Portaria da frente. Com quem eu dou de cara? Demetrio, um senhor. Olhei para ele. Tudo bem?

O senhor lembra de mim?

Tanta gente. Aquele moço que passou aqui ó, pediu emprego. Tu falou que era um metro e oitenta não sei o quê. Ah, esquece isso aí. Apresentou todo mundo.
Aí comecei, né?
relatório, atender o pessoal, visita, fazer revista né. Todos esses aparatos.
Então, você começou na Sharp. Como é que se desenvolveu a sua trajetória até hoje?
Então aí na Sharp, eu tive meu grande sucesso né. Tive de tudo. Comprei minhas coisas, consegui tudo em dia, com a família, aquela coisa toda. Não vou dizer que namorei bastante na Sharp também, né? Garotão, aquela coisa toda. Ela tinha cinco mil e duzentos funcionários. Mil e duzentos homens, o resto era tudo mulher. Né a gente era atentado mesmo, não adianta. Com mais sério você queria ficar, é triste, mas, bom e foi. E foi no no com os quarenta, eu vim parar de saliência. Falei, vou me dedicar mais à minha família, ficar mais curtindo a minha família, ficar bem com o meu povo. Aí comecei a ficar bem dali, daqui, dali, daqui. Aí a minha mulher resolveu me dar o troco. A minha mulher resolveu me dar o troco né é uma. É uma uma passagem que eu gosto de conversar mesmo. Eu não tenho nem vergonha de dizer. A minha mulher arrumou um namorado, o homem do gás. Meu entregador de gás. Meu não, da rua, né? Ela arrumou esse rapaz, começou a namorar com ele, dizendo que não, que não, aquela coisa toda. E aí comecei a investigar e provei para a mãe, para o pai, para todo mundo né que realmente isso era verdade né. Aí teve aquela série de confusão, ela pegou minhas coisas, jogou tudo para a rua, fora mandou embora. Eu acabei indo né. Eu sou muito mulher para cuidar das minhas coisas, não sei, dizendo ela. E eu fui para a rua. Que que eu fiz? Eu fiquei com a cuca muito, eu não sabia se fazia uma coisa ruim ou se não fazia nada. Falei quer saber de uma coisa, acho que vou procurar um analista. Aí eu fui procurar um analista. Procurei, sim, fui lá, procurei. Comecei a fazer terapia em grupo, porque eu estava pirado assim, né? Eh. Eu fiquei vários bastante tempo fazendo terapia em grupo.

Eu falei, mais longe é no Rio de Janeiro. Eu vou te dar uma licença por um tempo determinado, vai para lá, só me apareça aqui dia tal. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, eu parei na casa de uma cunhada minha, da esposa do meu irmão mais velho, Marlene, já falecida né. Aí estou lá conversando com ela. Aí entra uma uma jovem, até bonita, chama-se Lúcia né, falou assim com ela, Marlene, eu tenho que comunicar um um sonho antes que você antes que eu esqueça. E essa Lúcia era enfermeira, tinha dois dias no hospital e dois em casa né. E a minha cunhada cuida da casa dela, mora no fundo, assim, na casa da minha cunhada, o terreno assim, pegado. Entendi. Como ela tem duas filhas solteiras e tal, para não deixar com a mãe, a minha cunhada que cuidava. Minha cunhada falou assim para ela. Fala, minha nega, fala o que você tem que me falar. Minha minha minha cunhada tudo era minha nega e meu nego né. E não deu nem tempo da minha cunhada me apresentá-la. Ah eu sonhei que tinha uma pessoa aqui em casa, tinha uma pessoa estranha dormindo na minha casa. Aí ela ah, é minha nega, é isso? Ela chegou e falou assim, ó esse é meu meu cunhado, ele reside em São Paulo. Aí eu virei para essa Lúcia e falei assim, como é a sua graça? Ela falou, Lúcia o meu é Eu falei, Lúcia, eu preciso de você. Estou te conhecendo hoje e agora, eu não sei se você é solteira, casada ou viúva, mas você pode me ajudar. Aí ela falou, bom, no que for preciso, se tiver no meu alcance, eu falei, está. Eu tenho certeza que está. Mas, assim, me deu uns cinco minutos, eu foquei ela e falei. Ela falou comigo, bom, eu vou ali na casa da minha mãe, daqui a pouco estou de volta. Daqui a pouco eu estou de volta aqui, a gente conversa, que eu tenho que limpar a minha casa. Eu falei, eu te ajudo. Ela falou ó, você nem chegou ainda. Eu falei, não, eu te ajudo. Ela foi na casa da mãe dela, que é pertinho, umas duas ou três ruas, né? Aí foi lá, ficou, daqui a pouco retornou. Aí, eu já tinha trocado de roupa, coloquei uma bermuda, um chinelo. Ela veio, nos apresentamos direitinho. Falei com ela, olha, vim para São Paulo porque estou com um casamento, fui expulso da minha casa, fui mandado embora. Não vou dizer que eu aprontei. Aprontei, né?

Desculpa a expressão. Doeu muito, garoto. Então, e eu estou aí agora indo para um eu estou, sei lá, preciso de alguém para me abrir mais, conversar. Ela falou ah, conte comigo. Pode contar comigo.

O que eu puder fazer para você, eu faço. Posso orar para você, posso conversar com você. Eu tenho dois dias em casa e dois dias no meu trabalho. Falei, então, legal, eu vou te ajudando na sua casa e a gente vai conversando. Aí eu falei com a minha cunhada assim, deixa eu ajudar ela lá? Aí eu fui passar cera no chão dela né, vermelhão, aquele chão vermelho, né? Aí eu preparei a cera, comecei a passar ajudando ela. E dali a gente foi um dia, dois, três, ela foi trabalhar, retornou e ela me levou na igreja né. Ela me levou numa igreja engraçada. Teve uma revelação na igreja que ela me levou. Eu lá no meio dos outros lá a dona me chamou lá no meio lá e começou a contar a minha vida. Porque a igreja evangélica presbiteriana presbiteriana, eles têm assim um poder de revelação. Eles dão uma uns cinco minutos lá, incorporam uma coisa, não sei, e começam a contar. Aí eu falei, caramba, a Lúcia não conversou com essa senhora a meu respeito. E ela começou a falar, olha, tem um senhor novo aqui, na casa do Senhor, e está precisando da gente mesmo. Ele veio de longe. E começou a contar a minha história. Bom tudo bem me levaram à frente, fizeram aquela reunião, aquela corrente. Olha, eu saí dali igual uma pluma. Leve, garoto. Parece que aquele aquele peso ficou tudo para lá. Aí eu agradeci ela, fiquei melhorzinho. A gente começou a namorar. Só é que em relação eu não conseguia. Eu fiquei um mês. Um mês sem eu ter relação com ela. Por quê? Psíquico entrou aqui. Eu não aceitava. o que aconteceu comigo, eu ser trocado, né? Uhum.

E você, naquela hora real com você entre você, confessa que você também aprontou. Uhum. Tem homem que é ele fala, eu não, eu não, ela só que fez, não. Eu fiz, tá? Eu fiz e ela simplesmente me deu o troco. Poderia ter agido de uma outra forma, mas... De uma forma, ela agiu. Também não posso recriminar, não posso estar incriminando, quer dizer né, criticando.

E a gente foi ficando. Olha, um ano, dois anos. Eu e a Lúcia lá. Só vim aqui em São Paulo para passar no médico, aqui ele me dava mais outro. Quase que eu me aposentei com isso. É que eu pedi para voltar ao trabalho. Uhum. Voltei com ela, estou lá.

Preciso receber. Eu estou com vontade de comer um mocotó.

No fogo de lenha. Uhum. Porque lá no Rio, os quintais, tudo é grande, né? Uhum. Tem árvore na frente, varanda grande. E é raro uma casa na periferia que não tenha um fogão de lenha. Sempre tem, até hoje. Sempre tem.

Fui receber, meu cartão quebrou dentro da máquina. Passar o cartão e esfregar, engoliu o cartão, quebrou o cartão. E eu tive que falar com o gerente, tive que vim para cá, pedir ordem de pagamento para liberar o meu dinheiro. Bom, liberaram, eu peguei o meu dinheiro.

Esses três mocotós eu trouxe. Minha cunhada preparou para a gente comer no domingo. Todos nós reunidos ali, domingo, né? Porque ela tinha uma mão de fada para fazer esse tipo de comida, né? Rabada, macotó, dobradinha, essas comida pesada. Domingão, sol quente, bonitão. Estou lá uma hora da tarde, quase duas. Botou a mesa, cerveja, tudo lá. Quando eu dei a primeira dentada no macotó, assim que eu... Eu escutei aquela vozinha no portão. Seu cachorro! Minha cunhada. Irmã da minha ex, né? Eu falei é, como cachorro. Aí meu sobrinho falou, ô senhora, não conheço a senhora. Não, ela é minha cunhada. Essa aqui é a mulher dele. Essa é a mulher dele. Falei, não, minha mulher é essa aqui. Ela mandou embora, não tenho mais nada com ela. Não tem mais nada com ela. E ficou aquele negócio, tem, não tem, tem aí a. A Lúcia falou para ela assim, ô senhora, eu não a conheço, eu não gosto de baixaria no meu portão. A senhora quer conversar decente, entra. Vamos conversar aqui. Somos civilizados, né? Não precisa agressão. Aí entraram, começaram a conversar... E as duas acabaram me convencendo a voltar para casa.

A filha fica cobrando. Cadê meu pai? Porque eu dançava em casa tinha. Eu tinha um montão de equipamento de som, né? Peças de tocar samba, cavaquinho, violão, som, tudo lá. Aí eu falei assim, ah, não sei, vou ver aí. E aquilo ficou volta volta. Larguei eles conversando e fui para a casa de um outro irmão. Sumi mais de um mês. Nem Lúcia, nem Vera, nem ninguém. Fiquei mais de uns dois meses na casa do meu irmão mais velho, que ele morava no outro bairro né aí. Fiquei para lá, fiquei, fiquei. Resolvi voltar para Lúcia de novo. Voltei para a casa da Lúcia. Estava se aproximando o Ano Novo.

Aí foi chegando o Ano Novo, o que que me acontece? A noite, eu chego na casa da mãe dela, primeiro ela foi ajudar a preparar as coisas, né? Uhum. E eu fui depois. Quando estava se aproximando assim da meia-noite, lá vai eu para lá. Chegou lá, está todo mundo chorando. A mãe da Lúcia chorando, o pai chorando, a irmã chorando, e a Lúcia chorando com uma carta na mão. Eu não tenho essa carta comigo hoje tá. E essa carta dizia o quê? Eu abandonei minha mulher, meu filho, o médico e eu estava com o vírus do agá i vê. A minha mulher, ex mulher relatando. Aí ele fugiu aqui do hospital porque estava internado e estava com AIDS. Todo mundo chorando, lógico. Se eu tive relação com a filha lá, o que que vai acontecer? Poxa, alguma coisa, né? Esse cara aí, não sei, não. Aí eu falei, olha, garoto, está bom. Você é enfermeira, já é uma enfermeira técnica, já trabalhou há um tempo no seu departamento. É de doença infecciosa. Quando passar esse ano novo aí, tal, a gente vai fazer o exame, né? Está bom assim?

Mas quebrou o clima, né? Acabou aquele festa, aquela coisa que eu fiquei sem graça, e eles também. Você sabe essa história repercutiu lá no Rio e aqui? Espalhou nesse São Paulo afora que eu estava aidético, parecia ter um troço, né? E no Rio também. Minha mãe ficou chateada, meus irmãos, meu cunhado, falou assim... Não, não esquenta não, quando é coisa que acontece... Que que coisa que acontece? Eu não estou doente, não. Se eu estivesse com isso aí, eu já estava era morto. Bom, acabou o Ano Novo, vamos lá fazer o tal exame. A Lúcia marcou. Aí eu fui no Hospital do. Fui lá, fiz o exame, tirei a roupa, tem todo o tirou as coletas de sangue. Trinta dias para sair o exame. Hoje é rápido né, mas, na nos anos noventa, noventa e dois, por aí, era trinta dias para sair. Uhum. Aí fui lá, fiz. Aí falou, ó, vai sair daqui até o mês que vem. Aí se passa-se um mês, eu vou lá buscar o resultado, né? Fui lá, marcou a horinha, lá vai eu lá.

Seu sangue coagulou. Eu lá sabia o que era sangue coagulado? Falei, não senhora, não não tem isso não, não estou com sintomas de nada não não. E eu comecei a chorar, né? Falei, não senhora, eu não tenho nada disso não. Que coagulou o quê? Eu chorando. Falei, não. E ela dando risada. Ela dando risada. Falei, a senhora está rindo, o negócio é sério? O pessoal está dizendo que eu estou doente aí, que coagulou, e a senhora está rindo.

O sangue, porque o quando a gente faz a coleta de sangue, tira duas coletas, né, lado esquerdo e direito. Por quê? São vinte e quatro doenças que a gente detecta no sangue. Faltavam três exames para o término do seu exame faltavam três. Tá? E seu sangue veio a coalhar. Ele estragou. Então, coagulou o sangue e estragou, está bom? Eu falei, ah agora está. E agora a senhora me deixou mais calmo. Falei, mas o pior agora para mim chegar em casa e avisar que o sangue coagulou também, vão achar que eu estou mentindo. Estou enrolando, mas não é verdade? Aí... Então, tudo bem, que dia que eu venho? Daqui a três dias. Você sabe que você tem que fazer nova coleta. Aí fui lá no laboratório de novo, tirou só uma coleta desse lado. Deixei ela falou, olha, daqui a três dias você vem. Aí fui para casa, todo mundo ansioso, o resultado, né? Aí cheguei, a Lúcia chegou do trabalho no outro dia. E aí, preto, como é que foi? Falei ah filha, o sangue coagulou. Ela falou, eu sei. Antes de antes de você pegar, eu já sabia do resultado. Ela trabalha lá também. Daqui a três dias, eu pego para você. Aí, tudo bem. Dos três dias, ela foi e pegou deu negativo. Eu tenho ainda, só que eu não trouxe. Daquela época, eu ainda tenho ainda, tá? Eu tenho o exame ainda com o papel deste tamanho. Aí, tudo bem. Ela me trouxe, eu tirei várias cópias, mandei uma para a minha sogra aqui no em São Paulo, mandei não sei para quem, deixei lá no Rio com a minha mãe, saí distribuindo, para dizer que eu não tinha nada disso. E aqui em São Paulo, dizia que eu estava dando a porta de trem, cabia debaixo do braço, que eu estava magro, seco, igual a um bambu, me viram um mendigo não sei aonde. Olha, mas cada história, brusca, sobre o meu respeito. Ela colocou numa carta para me resgatar que eu estava doente. Ela usou uma uma estratégia muito sórdida, viu? que eu estava doente, que eu estava com agá i vê, que eu corri daqui de São Paulo por causa disso, para ir lá me espirrar né, para eu voltar para cá. Aí foi indo, o que aconteceu?

Todo mundo erra. Mas a pior coisa, a melhor coisa do erro é quando a gente assume. Você assumiu o seu erro, não assumiu? Espera que ela te assuma o dela.

Te acusar de uma coisa que não tem. Claro. Mas dá uma chance para ela. Dá uma chance para ela. Falei ah, vou pensar. Não demorou muito e ela apareceu lá de novo.

Chegou para mim e falou assim... Ah, pai, volta para casa, pai. Volta. Pai o senhor brinca com a gente, canta samba, volta.

E a lágrima descia, aquela coisa toda. Me deu um negócio. Falei, meu Deus do céu, e agora? E o coração ardendo, né? Uhum. Falei, puxa vida é as filhas cobrando, eu vou voltar. Voltei, São Paulo de novo.

Aquela recepção linda, maravilhosa. Eu fui ficando, tal, tal, tal e. No decorrer do tempo, assim, depois de alguns meses, dois, três meses, não era a mesma coisa. Não tinha cama mais como era. Eu tinha que pedir, eu tinha que pedir para ter relação com a minha mulher. Ajoelhar, juro por por tudo quanto é mais sagrado, pela felicidade dos meus netos, né? Eu ajoelhava no chão, ajoelhava ali e dizia assim, poxa, vai, faz comigo, poxa, vai, meu amor, estou precisando. Poxa vida! E ela me bagunçando e. E outra coisa, ela não tinha largado desse desse rapaz do caminhão, não, do entregador de gás, não.

Não largou dele, não. Continuou com ele e me resgatou para dentro de casa. E sexo comigo? Eu não faço sexo. Eu faço amor, não faço. Quem faz sexo é tarado, é safado, sem vergonha. Eu não faço sexo. Para fazer amor comigo, eu tinha que pedir. Eu tinha que pedir, implorar, chorar. Falei, meu Deus do céu, e agora? E aquilo foi invocando. Eu chamei a minha sogra e falei, o velha, o negócio está feio lá em casa hein. Por quê? A sua sua filha não quer ter relação comigo mais. É uma vez a cada não sei quantos dia. Não estou gostando, não. Poxa, eu estou quieto, estou tranquilo, não estou mexendo com ninguém, não estou voando em lugar nenhum. Poxa, mas é um negócio chato. Se ela não está fazendo comigo, ela está fazendo com alguém. Ela já fez um papelão comigo muito errado e agora está me negando. Que que está acontecendo? A minha cunhada não isso aí melhora, não sei o quê. Aí foi se passando. Quando foi um dia à noite, Finais de semana, a as minhas filhas foram para a casa da tia, no bairro vizinho né. Eu estava em casa, eu lavei a louça todinha, a roupa, botei no varal lá e preparei tudo. Já era noite já, já era né... Aí vai dando sete, oito, nove, dez, onze, nada dela chegar. E aquilo já era engraçado, me me dava ciúmes. Passava da hora dela chegar, me provocava ciúme, me dava aquela ira por dentro, como diz assim. Ela está com alguém, não é possível. Aquilo me dava aquele... Ela chegou quase meia-noite, aí chegou já. Eu olhei que ela estava com a fisionomia meia esquisita. Eu falei que que você tem? Eu mantive mantive a minha calma. Né falei, o que que você tem, meu amor? Não estou bem, não. Aí eu falei assim com ela. O outro não te acalentou, não? Ah, quando eu falei isso, ela deu um tapa no som, assim, na estante né, o som caiu em cima da televisão, foi aquela loucura toda. Falei, está louca?

Pensa que eu sou igual a você, galinha? Falei, não, desculpe. Aí, começamos a conversar a ideia. Ela se ajoelhou. Ela se ajoelhou e falou assim, Ah, bem, vamos fazer amor, vamos. Eu estou querendo, eu estou afim, vamos. Eu falei, vamos. Vamos. Ela foi, me preparou uma... Ela me preparou uma caipirinha de vodca. E, nisso, na época, eu eu fumava um uma maconhazinha, né? Não era viciado. De vez em quando finais de semana, eu dava um traguinho ou dois. Eu tinha, eu dei um traguinho, né? E estava bem de boa. Nada de nervosismo não. Estava bem calmo tá. Aí eu faria se já tinha fumado. Antes de ela chegar, já tinha fumado. Ela preparou a caipirinha. Aí nós começamos a tomar. Ah, vamos, vamos.

O Brasil é nosso. A senhora está com pressa? Quase um mês que eu não faço nada com a senhora. A senhora está com essa pressa toda calma. O mundo não vai acabar hoje, não.

Aquela coisa toda, vai indo, vai indo. Eu quero mais, vamos lá, e coisa e tal.

E vamos lá, vamos daqui. Está contente? Está satisfeita? Estou. A partir de hoje, a senhora não vê mais. Olha a palavrinha que eu frisei para ela. A partir de hoje, se a senhora me pegar fazendo xixi em qualquer lugar, eu viro de costa. A senhora não vai me ver mais nú nunca. Nunca mais.

O senhor tem muitas histórias interessantes para contar, mas é fundamental a gente entrar na parte da avaliação para encerrar. Então, eu preciso saber, de toda a sua trajetória de vida eh, qual seria a lição mais importante que o senhor tirou? Disso desse... De tudo o que o senhor narrou aqui nesse tempo de depoimento.
Ah, o que eu narrei é que eu tive um aprendizado, né, que foi muito importante, um aprendizado bom ah. Eu aprendi pedir desculpas dos meus erros, assumir os erros e Aprendi que mentira não leva ninguém a lugar nenhum, tá? E hoje eu sou muito feliz com a esposa que eu tenho, estou muito feliz, estou super legal, tá? É uma pessoa de super confiança, confio mesmo.
Estou tranquilo. Qual o nome dela?

Antes de casar, já tem meu sobrenome, viu?

E eu vi o bem, conheci ela legal, conheci ela numa... E eu estava precisando, porque eu estava separado, né? Na época que eu a conheci, eu estava separado, já morava sozinho. Um dia, estou lá na via João Dias, no dia quatorze de agosto de mil. Estou vendo aquela baixinha bonitinha né, caderninho na mão, pastinha na mão. Ela me perguntou as horas. Quinze para as dezoito. Falei, por quê? Você vai estudar? Você estuda? Falou, não, sou professora. Aí eu falei, permita que eu me apresente?

E ela se apresentou.

Aí ficou aquilo foi engraçado. Falei, ô e teu pai, como é que chama e tal? Você mora onde? Eu falei, posso te acompanhar até a escola? Que naquela época era uma época triste do aquele tarado do parque que estava muito naquela região né. Aí me identifiquei para ela. Falei assim se você posso acompanhar? Pode. Deixo ela na porta da escola. Deixei ela na porta da escola, dei um cartão para ela. Falei assim, olha, se você quer um se eu mereci o voto da sua confiança, me ligue, está aqui. Foi numa quinta-feira. Aí, quando foi no sábado, ela me ligou. Ligou, marcamos o primeiro encontro. Dentro do Sena, no pátio do Sena, na churrascaria, né? Uhum. Lá onde aconteceu meu primeiro emprego. Aí, dali para frente, começamos a namorar. Ela marcou um dia, eu fui na casa dela, conversei com todos a respeito do meu divórcio. Ela falou, olha, não estou separado ainda, continuo casado, o meu divórcio está rolando. Ela me ajudou muito no divórcio também.
E aí vocês se casaram... Se casamos. Em dois mil e? É, dois mil
e três.

É dois mil e três né estamos o que. Quatro anos? Uhum. Dois mil e três. Casamos, foi uma festa maravilhosa. E o mais feliz ainda é que a minha família anterior compareceu no meu casamento. A minha outra sogra, a senhora Benedita, hoje falecida, compareceu ao meu casamento. Minhas cunhadas compareceram ao meu casamento. Que eu tenho respeito por elas muito grande. E elas são bem-vindas na minha casa quanto eu sou a casa delas. A outra família, né? Uhum. Nós temos esse respeito até hoje. Eu por eles, eles por mim. Eles entenderam o meu... o acontecimento tá. Não houve críticas. E todos nós somos amigos. A minha ex não, a dona Vera, a gente não se fala. Assim, ela não fala comigo, eu também não falo com ela. Nós temos os filhos, mas se um dia ela vier falar comigo, falo. Bom dia, boa noite. Pois não, tudo bem, mas fora disso.
Está certo. Entendeu?

Para a gente encerrar, então eh, eu queria que o senhor dissesse como é que se sentiu ao dar esse depoimento aqui para o Ponto de Cultura.
Olha, é assim, eu me senti bem que é uma... É um bate-papo, é um relatório, são verdades, uma coisa que está guardada da gente, que, assim, a gente tem que ter um... um uma pessoa certa para conversar, um depoimento legal, uma atenção legal, sem interferência. Que, às vezes, a gente quer relatar coisas do nosso passado com alguém, um um corta dali, chega outro, chega outro, e a gente não tem nada para contar amanhã para o meu neto, para os meus filhos né, não tenho nada. A partir de hoje, eu já tenho. E passar para eles também o caminhozinho da vida, como é que era, Que mentira! Eu só tive a perder com mentira. Tá? Porque a Dona Vera também é uma pessoa maravilhosa, viu? Uma pessoa maravilhosa. Eu pisei sim na bola. Só é que depois houve troca. Ela me deu o troco. Aí eu que não aceitei. Mas hoje estou bem. Importa né. Hoje eu estou bem, estou feliz. Tenho uma esposa legal. A minha esposa, ela é assim, ela é tudo. Ela é mãe, ela é amiga, ela é amante, ela é namorada, ela é irmã.

Ele é sogro, ele é pai, ele é irmão, ele é amigo. Eu posso contar com ele, para o que der e vier. A minha esposa, a mesma coisa. A minha esposa, ela me resgatou. A minha esposa ela me resgatou. Eu só tenho que agradecer a ela mesmo. É uma supermulher, viu? Ela é uma supermulher. Dela eu tenho um orgulho muito grande de falar nela. E falo todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo tá. Eu caso com ela quantas vezes precisar, porque sou casado com ela no na igreja. Eu vou casar agora no civil. Vou casar de novo. E caso quantas vezes precisar. que ela é uma pessoa maravilhosa.
Está certo. Bom, parabéns pelo casamento. Muito obrigado. E muito obrigada, senhor, pelo depoimento.
Muito obrigado.